É doze de agosto de

E que que a senhora sabe assim da história deles? Eles não nasceram aqui no Brasil
Não, nasceram lá na Itália.
Isso, então conta para a gente
Eles vieram de navio. Vieram as duas família A do meu, a minha mãe veio com cinco anos.

E ele veio, vieram os dois, vieram trabalhar numa fazenda de café aqui no Brasil, né? Cresceram e se conheceram aqui no Brasil, namoraram e casaram. E eu eu eu não sei muito do meu pai, porque eu eu era muito nova quando ele morreu, né? Sim. Mas eu sei que eles tiveram nove filho E quando eu tinha quinze dias, é que ele morreu. Aí minha mãe ficou lutando sozinha. Sozinha e com os filho mais velho que ajudava. Trabalhava na roça, tinha sítio, né? Porque da fazenda, onde eles trabalharam de café, que eles trabalhavam de, vieram de lá e foram trabalhar de colono, assim de Aí eles resolveram comprar um sítio. Aí eles foram, a as duas família, compraram um sítio. Lá eles desmatava, que era tudo mato, desmatava e levava até uma cidadezinha muito longe, pelo um, só pelo um trilho, assim, sabe? Não tinha estrada, não tinha nada. Para poder, com o dinheiro da madeira, eles comprava alimento, assim, até conseguir plantar, né? E assim foram, foram indo, que tiveram, aí casaram, aí tiveram filho, né?
Deixa perguntar uma coisa para a senhora. Que região que eles estavam morando, essa fazenda?
Essa fazenda, meu Deus. Eu sabia que minha mãe sempre falava, mas eu agora que eu não lembro onde.
Perto
Sumiu. Não, não tem. Agora se

Era onde? Era, eh Era pertinho de, era, pertencia a Conchal mesmo, mas era meio retirado, né? Não era muito perto lá, não. E Lá era por bairro, né? Cada Cada lugar, cada sítio era um nome. Então, eles compraram lá para plantar café, porque plantaram muito café. Plantaram toda todas âh assim, arroz, feijão, milho, café. E lá continuaram a vida, né?
E as famílias elas eram amigas?
Era amigas. Lá vieram da Itália.

Aí aí cresceram, aí se casaram assim. Dois irmão, um irmão e uma irmã, com a outra eh, trocaram. Casaram eh eh da mesma, da família casaram assim. Ficaram mais na família ainda, né? Mas, e foi até, eh sempre, e sempre moramos perto, porque compraram o sítio perto. Então, até eu, quando eu tinha, assim, eh eu lembro de menina, tudo morava perto. Dessa minha tia, do meu tio, né? Que meu pai morreu e depois eles foram orientando as crianças para trabalhar, tudo, né? que minha mãe foi criando os filho
O que que a senhora lembra assim da infância da senhora?
Olha, eu só lembro que era muito difícil, viu? Porque tinha coisa boa também. <laughs> Eu, ainda, foi a mais, assim, ah de criança, foi a mais paparicada, porque eu tinha irmãos, é tudo mais velho, então eles tinham dó porque eu não tinha pai, então era mais, e só que lá, para estudar, era muito difícil. Eles aprenderam pouco, coitado, e Para mim, ir na escola, eu ia a cavalo. Ah é? Porque era longe e não tinha como. Então, eu eu ia, no no meu irmão foi, arrumou um lugar para da deixar o cavalo, aí eu ia lá, deixava o cavalo, tudo lá, aí eu ia a pé, para a escola que era perto. E e lá a gente estudava, e olha, até o terceiro ano só. Era tudo junto, era assim, âh primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, mas tudo numa escola só, e uma professora só. Na mesma sala? Mesma sala, era, ensinava assim, porque não tinha, era só uma professora que ia lá. E como que ela organizava a aula? Ela organizava assim por por carteira, assim. Ah ah Primeiro ano, uma um punha tudo junto. Segundo, punha junto.

Terceiro, aí era outro. E ela ia ensinando um pouco de cada um Era difícil, viu? Não é igual agora que tem Que é muito bom, ah e e e e uma dificuldade para ir à escola. O meu marido, por exemplo, ah e coitado, êh ele ia êh, ele morava em sítio, trabalhava, tinha que trabalhar porque primeiro filho. <coughs> Então, eles iam assim, um dia um, E a, outro ia trabalhar. No outro dia, o outro ia na escola e o outro ia trabalhar. Olha o sacrifício. É, né, e

A cavalo, eh eu levava acho que quase uma hora. Quer dizer, não matando o cavalo. Meu irmão falava, não vai muito rápido, porque vai mais devagar, né? Mais Mas era longinho, né? Depois tinha que o cavalo lá. Mas o cavalo, quando eu saía da escola, ia no pastinho onde ele estava, ele via eu, ele vinha correndo encontrar, como se dizia, é é hora de ir embora, né? Era ah, eh eh no fundo é, era gostoso, sabe?
Era um companheiro da senhora?
Era, porque eu eu andava muito a cavalo no sítio.
Eu ia. Como é que chamava esse cavalo?
Era, ai meu Deus, que chamava era o Era tsci (estalo com a língua entre os dentes) era um branco grandão, mas. A senhora lembra Não lembro, na hora. Não é que eu não lembro, eu sabia bem, mas eh me some, tem hora.
A gente passa tanta coisa. E e a senhora não tinha medo de andar a cavalo?

Não. Novinha
É que eu estava acostumada, eu eu ia fechar, porque aí, nessa altura, graças a Deus, a gente já estava melhor, né? Aham. A A fase pior tinha passado. Aí a gente tinha muito eh vaca de leite, que ia lá e tirava le, eh meus irmãos tirava e leva, e mandava para a cidade, né. E aí ele, eu, à noite, eu eh os outros iam trabalhar na roça, e eu era encarregada de eh eh fechar todos os bezerros, para de manhã tirar o leite. Então eu ia a cavalo. Trazer as as vacas, separar os bezerros, deixar fechado, as vacas a gente soltava de novo, né? Que elas, depois de manhã, elas vinha sozinha, porque o bezerro estava preso

Era. Isso com quantos anos, mais ou menos? Eu?

Aí eu tinha, eu era nova, eu estava no, eu estava fazendo primário, eu já andava a

Assim, primeiro ano, era umas, oito ano acho que eu tinha, que lá A gente entrava um pouco mais tarde, não é que nem aqui, que sete anos já está, né? Eu tinha uns oito anos quando eu comecei a andar a cavalo e eu fazia todo o serviço, assim, de, assim, mas ah eh eles me encarregavam e eu ficava em casa e eu ia ajudando, né? Tinha uma outra pessoa que Porque minha mãe, coitada, sempre foi meio doente. Então, a gente, lá, eu vou dizer a verdade, a mãe era respeitada. Até que ela criou os filho, ela trabalhou <coughs> Mas depois, a gente, então, ela era, ela fazia serviço pesado, não. era mais eh a outra Nessa altura, meu irmão casou, a mulher dele, porque lá era assim, casava e ficava morando tudo junto, né? Não separava? Não, casava, o primeiro filho ficava junto, o segundo filho ficava junto, o terceiro ficava junto. Então <laughs> ah, depois sim vinha os filho deles, aí começava, cada um ia para a casa, ia arrumando a casinha deles, né? Mas no começo eles ficam tudo, ficava tudo junto com os pais, né?
Que que a senhora lembra assim da da dessa casa, da primeira casa de infância da senhora?
Ah, eu lembro da minha casa, tão gostosa assim. Na minha infância era uma casa grande, com bastante quartos né, sala. Só que era bem simples, né? Casa assim, de sítio, né? Mas era casa de tijolo, não era casa, agora, a minha mãe, não. Quando veio da Itália, que ela foi comprar sítio, eles, não, eles foram morar numa casa que tinha, eles fazia de barro. Sabe essas casas que a parede não é tijolo, não.

Agora eu não. Na minha infância era uma casa boa, já que eu morava.
E e onde vocês passavam a maior parte do tempo? Tinha uma cozinha grande. Tinha. Que as pessoas almoçavam? Como é
Tinha uma cozinha grande, uma mesa enorme. Aquela mesona com aqueles banco, cadeira Era muito gostoso, né? Porque E e muitas árvore né, tinha muita árvore perto da casa. Tinha pé de manga, tinha fruta bastante, e E eu eu, teve uma infância boa depois, porque eh um alimento bom que minha mãe fazia pão. Minha mãe não, era mais minha cunhada, mas ela que orientava, né? Era pão, eh matava aqueles porco, matava, o meu irmão matava um garrote cada pouco tempo para a gente pegar a carne. Separava também, dá assim, era assim, duas, três famílias. Vamos matar um boizinho. Aí repartia a carne, né? E porco não, porco não. Matava porco para fazer linguiça. Hoje a gente não faz linguiça, né? Mas E a linguiça que o meus irmão fazia lá é a coisa mais boa que, muito gostosa, porque era muito temperadinha, bem boa.
Como é que fazia a linguiça, a senhora
Nós fazia, moía a carne. E aí moía um pouco também de toucinho, pouquinho, não, toucinho não era muito. Aí misturava, aí temperava com bastante alho, sal, um pouquinho de pimenta do reino, e aí eh amassava, mexia bem, bem, bem essa carne. Aí pegava, eles comprava, tinha um Uma tripa, eu sei que fazia a linguiça, né? Aí eles punha numa máquina, enfiava aquele, aí ia ia soltando a carne e ia enchendo. E já eh amarrava as duas ponta Aí eles punha um pau. Uhum. Tinha um pau, eles punha tudo assim para deixar escorrer, né? Porque sempre a linguiça fresquinha, ela escorre, né? Mas era muito gostosa, nossa, muito boa. Aqui a gente compra no, eu sempre falo, eu quero, às vezes, ai eu quero comer uma linguiça, mas igual tinha, mas meus irmão ficou, porque eles tinham açougue, eu mo mudei para cá e eu ia pa, voltava para lá, meu meu meus irmão continuaram fazendo, para vender mesmo, né? Eles vendia a carne, vendia a linguiça, vendia tudo lá no no açougue deles, né? Hoje morreu todo mundo. Sabe quem ficou? Só eu. <laughs> Sobrou só eu.

Fogão à lenha. Tinha forno. O forno de fazer pão. Não dentro de casa. Porque o fogão de lenha era enorme e eles fizeram puxado. Tinha um puxado e lá fizeram o forno de fazer pão, e Assim quando casava uma Meu casamento também foi, todo mundo. Eles fazia a o jantar, assim. Aí êh êh tinha uma tia minha que era cozinheira, que é essas que é que casou a, da família lá, né? Sim. Era Porque meu avô é cozi, era cozinheiro.
Ah, é? Profissional?

E ele, então, ele ensinou essa minha tia, né? E quando ele morreu, ela ficou. Aí ela fazia, assava os frango tudo nesse forno. Era a coisa mais gostosa, a comida que ela fazia para casamento. Os casamentos do pessoal lá, ela ia ela cozinhar. Então ela Mas o o o forno, minha mãe fazia pão doce, fazia pão ah salgado, tudo tudo feito Não era comprado nada, porque era longe. Para ir, sair, para ir, tinha que ir de cavalo. Era longe. Então, eles comprava a farinha, ovo tinha, tinha tudo, leite tinha, manteiga tinha, que eles faziam.
Então, eles faziam em casa, tudo.

Como é que era isso?
Ai, tudo É comida italiana, <laughs> igual aqui. É? É macarrão, é é de tudo. Eh a gente comia menos feijoada que lá, aí não fazia muito feijoada não. Mas fazia, a comida era meio normal, lasanha, nhoque, eh tudo que a gente come aqui, nós fazia lá também. Só que lá era tudo na mão. Eles tudo na mão, abria com rolo bem fininho para depois ah, o macarrão era cortado à mão assim, picadinho com a faca, enrolava. Aí ia cortando a Hoje em dia tem máquina para tudo, né? <laughs> Aquele dia não Tinha não, lá. Ele veio, mas Eu não sei muita coisa dele, não, porque ele morreu logo e eu também não, eu era pequena eh, quem falava mais era meu pai, né? E eu eu falo que eles me contavam, né?

Mas ele veio também, porque veio a família, veio o pai, a mãe desse meu tio, eh o pai e a mãe da minha mãe, né? Então eles vieram tudo de lá.
E eles falavam por que que eles tinham vindo para o Brasil?
E ah, porque disse que lá não dava para viver não mais, estava muito difícil, eles quiseram tentar uma vida melhor, né? Mas eles até, sei lá, eles fizeram a vida. Mas trabalharam. Mas eles tiveram bastante sítio depois. Não foi só um que eles compraram, não. Eles foram trabalhando, trabalhando e foram comprando mais. Então, e meu tio não aceitava que a gente falasse, começava a falar em em português. Tinha que falar italiano primeiro. Ele ensinava a criançada toda a falar italiano. Porque em casa a gente falava, né? E depois ele falou, na escola vocês aprendem português, porque No aqui, aqui em casa vai ser aprendido italiano, né? Então a gente aprendeu de pequeno tudo italiano. Depois, agora hoje, se você pede, fala para mim. Eu não sei nem falar mais aqui. <laughs> Parei, né?
Mas em casa, assim no ambiente familiar, era tudo italiano?
Era tudo italiano. E meu marido era italiano, tem família italiana também. Então, só que eles tinha outro, falavam um pouco diferente do da minha língua, porque eles eram de outro lugar.

Eles eram pele eh mais moreno, cabelo castanho. Eu não sei falar, porque do meu marido eu não sei muito, não. De onde eles eram, sabe? Mas os avós dele, tudo veio da i, da Itália também. Então, mas é, é uma vida meia, meia dura, mas sei lá, a pessoa quando quer trabalhar, Trabalha, né?

Assim, a criançada brincava. Ah, brincava

Brincava, brincava de Brincava de roda, brincava de boneca, brincava de tudo. Mas era assim. Por exemplo, eu ah, ah, eu, ah, eu tinha meu irmão, minha irmã,

Tudo assim, uma, e meu E minha tia tinha mais três, quase da mesma idade. Quer dizer que éramos seis. A gente ia pescar, a gente ia ah, olha, tudo a gente fazia lá no sítio. Balança, pegava na árvore, punha lá aquelas corda e fazia balança e ficava. Era muito bom, sabe? Eu tenho dó das criança daqui. Eles ficam muito preso dentro de casa. A gente não. A gente tinha uma infância boa, brincava, âh, se divertia, viu? Agora, as criança, coitados, não tem como brincar, né? Ainda mais quem mora em apartamento, coitado
Mas vocês faziam arte, assim, traquinagem?
Ah, fazia, minha filha.

<laughs> A senhora lembra, assim, de uma traquinagem boa?
Fazia, e o, e Eu até não fiz muito, mas eu eu, até hoje eu tenho uma, um dedo que não tem unha. Por quê? Sem unha, porque é da, na brincadeira, porque os outros ia brincar naquela ah, tábua, que é uma gangorra né, uma fica aqui, outra aqui. Eu não aceitava. Aí eu falei, não, então vocês não me deixam, eu fico no meio. Foi no meio, assim do, o pau, né? Aí, subiu, eu pus o pé embaixo. Até hoje não tenho mais a unha. Nunca mais nasceu a unha do meu dedo. Eu falei assim, eh era, era demais. A gente fazia muita, muito, muito, muito.

O meu irmão, ele pegava, ia no, porque no sítio, as galinha põem tudo em, no meio do mato, né?

Ele ia lá, ele pegava os ovos e jogava tudo para o alto, para ver cair. Então, <laughs> minha mãe ficava louca porque estragava todos os ovos. A gente fazia muita, muita, muita brincadeira. Ainda mais uma porção de criança junto, você já viu, né? Eh Nós não morava na mesma casa. Morava na, eu numa casa, a minha tia no outro. Mas era tudo junto, bem pertinho, né? Aham. Então a gente ficava muito, é tanto que a minha, minhas primas, eu tenho uma prima viva que é como se fosse irmã para mim, não é prima, né? Porque a gente, mas era, nossa, a gente se divertia. Mas eu, eu fiz muito, meu Deus, eu fazia um, ah, uma vez eu com a, com a minha prima, a gente fazia bolinha de, a gente ia no no no mar, lá no rio, tinha uma Era um rio que tinha uma, um barro vermelho e outro branco. Então a gente fazia bolinhas e deixava secar no sol. O meu irmão, eu não fazia isso, mas meu irmão com estilingue ia matar, atirar nos passarinhos, sabe? os meninos era triste. Agora, aí eu ia atrás, atrás da minha tia, minha tia Dentro de casa, minha tia ia fazer café e lá a gente fazia café com chaleira, sabe? Aquela chaleirona de água. E minha tia tirou do fogão e ia indo Ah, eu correndo atrás da minha, da minha prima, por causa das bendita bolinha que nós tinha posto secar, e bati a cabeça na na chaleira. Caiu em cima, minha, queimou tudo. Isso eu lembro bem pa, sofri, porque minha e, você pensa que eles levavam no médico lá?
Tinha médico, né? É
Tão longe, eles não ia Então minha mãe, coitada, punha a folha de bananeira, aquela folha bem molinha, Ela ia pondo, aquela esquentava, ele tirava, punha outra. Mas ficou marcado até, porque âh, a a água fervendo. E lá a gente colocava o açúcar na água. Porque lá a gente não usava o açúcar branco aqui, claro. Usava aquele mascavo, né? Ah tá, aquela cor. Então, punhamos dentro da água para coar o café. E caiu em cima de mim. E com açúcar, do jeito que minha mãe tirou a blusa, o vestidinho, que não era blusa, aquela época era mais vestidinho, saía toda a pele junto. Da queimadura. Não, eh a gente fazia traquinagem, viu? Nossa, brincadeira fazia de monte.

Andava no rio, pescava

sabe com o quê? Com peneira. Você pensa que a gente ia com, assim? É nada, a gente pegava peixe pequeno, mas a gente ia com aquela peneira, enfiava embaixo, puxavam, os peixe ficava na peneira, né? <laughs> E E a gente levava alguma coisinha para jogar para eles, eles vinham toda eh, tinha bastante peixe lá. E a gente não pegava peixe assim, o peixinho não era, mas aqueles lambari bem grandes assim, a gente pegava.
E levava para comer
Aí levava, limpava e fritava. Passava na farinha, eh salgava bem, passava na farinha e fritava. Ficava uma delícia. Ah e eu aprendi fazer tudo, graças a Deus. Sei fazer macarrão. Eu se, eu faço macarrão em casa, até hoje eu faço em casa. Faço lasanha, faço cannelloni, faço tudo. Eu tenho a máquina, aí eu tenho a máquina, eu não estico. <laughs> Aí eu ah, eu tenho a máquina de macarrão, eu faço ta, faço espaguete, talharim, tudo em casa.

Ah, eu acho muito mais âh, saudável. Você põe essa massa fresca, você põe água, põe essa massa fresca, ela sai branquinha a água, não sai uma sujeira na água. Não sai assim, aquela, parece farinha, né? O macarrão fresco não deixa isso não, que eu faço. uma delícia, né?
É uma, é muito bom. E o molho de tomate?
Ah, molho de tomate. Também faz? Faço em casa também, a gente Agora nós não está comprando muito, mas nós chegava a comprar caixa de tomate, assim, fechada. E fazia um molho e guardava no freezer. Aí você vai
só que. A senhora falou, guardava no freezer, né? E lá na fazenda, como é que guardava? Ah
geladeira, né? Lá não, lá nós não guardava muito não, porque lá nós não tinha nem geladeira. Então, lá a gente fazia, já não ia guardando. Agora, as carnes, sim, era salgadas e e guardada Por exemplo, até como a gente fazia banha também, tudo que a gente fazia, ah, fazia, deixava banha e e salgava e e guardava as, a coisa ah. Coisa para fazer torresmo, coisa para fazer Tudo, carne de porco que a gente guardava, costelinha, tudo que guardava lá, a gente guardava até na banha.
Guardava, mas não ficava muito oleoso? Porque eu sempre fiquei pensando nisso.

E você sabe que a gente sempre comeu com banha e era uma delícia de comida. E não, olha, fazia bem para todo mundo, ninguém tinha nada. Meus irmãos era cada homão, que, nossa, eu eu falo assim, aqui, olha, minhas neta, a gente faz de tudo, magrinha numa E olha que a gente faz de tudo para elas. Tudo que tem vontade de comer, eu faço. Você quer isso, você quer aquilo, aí vai fazer.

Eu falo lá, remédio não tomava, era só caseiro.

dor de ba eh, dor de barriga, era um tinha era uma, uma uma áervinha lá que minha mãe sabia, aquela faz bem para isso. Eh Tinha árvore, a outra tinha outra coisa, aquele lá eu vou pegar que faz bem para aquilo. Sabiam tudo o o o que fazia bem para a doença. E e acho que era melhor do que aqui. Fazia chá de folha de laranjeira, porque diz que quando tinha gripe, pensa que ia buscar remédio, é nada. Fazia aquele chá, põe um pauzinho de canela e adoçava com mel, que mel que a gente tinha de abelha de lá. Que minha mãe, meu eh, meus irmãos gostavam e eles tinham um monte de caixote. Então eles tiravam o mel e a gente guardava o mel, né? Comia e guardava no nos no vidro. Uhum. E a gente ia usando para essas coisas. E adoçava com mel. Hoje em dia uma coisa não serve, outra coisa. Ai, não pode comer, criança pequena não pode comer mel. Você viu falando outro dia, não pode dar mel para criança. Vi vi E como que a gente doçava tudo com mel praa criança pequeno? Minha mãe sempre adoçou e ninguém teve nada nunca. <laughs> Ai, eu não entendo isso. <laughs>
E assim, quando a senhora cresceu, além dos dos primos, né, da família, quem que, tinha amigos assim?
Ah, tinha.

Se eu tinha amigo, eu? Ah, eu tinha, tinha amigo, tinha amigas, amigas que nós brincava muito junto. Nós tinha até casa, que a minha vizinha tinha um, uma casinha, uma casinha mesmo, com quarto, sala, cozinha. Só para a gente brincar.

fazia comidinha lá, de criança, né?

Mas nós sabia fazer. A mulher dava para nós fazer doce, doce de abóbora, doce, e a gente ia lá e ela dava açúcar, dava tudo.

Fazia e comia. E eh eh, com a criançada. Com a criançada. Uma delícia lá, a gente brincou muito. E essa minha vizinha, ela tinha Ela tinha, ela fazia aquele engenho, sabe, de moer cana? Mas se é que, é com os cavalos, sabe? Com os cavalo ia rodando. Então ela fazia, ah tirava e fazia o açúcar. E fa e tirava o melado. Tudo do da cana, né? Então ela dava sempre para a gente também açúcar e coisa para a gente, lá tinha abóbora, lá tinha eh goiaba, a gente fazia doce de goiaba, cada Cada pouco tinha um uma coisa que, mamão, esse mamão verde a gente fazia doce. Então a gente aprendeu assim também, viu, fazer comida. Porque a gente era nova, mas um ensinava, outro ensinava, e a gente ia fazendo e ia aprendendo.
E não tinha problema de mexer com fogo, essas coisas?
Não, porque nós fazia com a lenha mesmo.
A lenha, né? <laughs>

E a gente mesmo pegava as lenha lá no mato né, um galho seco e, ia roubando lenha e levava lá e fazia. Mas e foi assim, até mocinha, elas cresceram também, eu cresci e tudo. Aí o meu ma, eu conheci meu marido, ele morava também em sítio, mas só que era um pouco mais longe ele Aí eu tinha treze anos. Ah, é? <laughs> Conheci ele, comecei namorar e casa, eu casei com

Casamos lá e viemos para cá. Aí que viemos morar para cá.
É, para São Paulo já. E e como que a senhora conheceu o marido da senhora?
Ah, em baile. Lá tinha muito baile, né? No fim de semana, não é, tinha os baile no, nos sítios, né? Cada O meu sogro mesmo adorava fazer baile lá. Ele tinha um um terreiro bem grande. Então, os filho, tudo, porque ele tinha Entre filha e filho, né?

E aí eles, eles mesmo fechava Eles ia buscar coisa e fechava a volta toda. Cobria, porque se chovesse, né? Eles não dançava assim. Aí âh, de noite fazia o baile lá. Aí todo mundo ia lá. Âh Tinha gente para tocar, né? Sanfona, aquele modo antigo lá, né? Todo mundo dançava a noite toda. A gente vinha Quase de manhã para casa. E a senhora, não vinha

Eu não tinha pai, irmão. Mas sabe o quê? Sempre, ou irmão, ou minha cunhada, sempre junto. Então, o meu irmão era casado, às vezes ele não queria ir, aí a minha cunhada ia. Aí nós, eu tinha irmão solteiro, eles também ia. Então, quando meu irmão solteiro ia, a gente ia junto. Ia para casa junto também. <laughs> Mas nunca ia sozinho, né? Porque era, era tudo meio longinho, não era assim, pertinho também. Mas você pensa que a gente e ia a pé. Pensa que ia de carro, ia de charrete. Não ia nada, ia a pé mesmo.
Ia a pé. Ia a pé, dançava a noite inteira.

Ainda voltava a pé. E voltava a pé. <laughs> Voltava a pé. Lá tinha muito, tinha baile, tinha reza, rezava muito, tinha aquelas capelinha, né? Aí uma vez eh, aí tinha festa uma vez por ano, desse santo, do outro santo, do outro santo, então <laughs> a gente se reunia todo mundo. Aí ia moço, moça, os velho, ia todo mundo. Eu tinha uma cunhada que era casada, mas ela adorava ir ver o pessoal dançar. Ela ia comigo e Ela tinha um filhinho, ela carregava o menino. Olha. E ia junto comigo para Ficava lá a noite toda.
Como é que era essa coisa das rezas assim Tinha a festa do santo, tinha a missa, tinha a procissão?
Tinha festa, tinha missa, tinha procissão, tinha reza do te, quando só, a o padre só ia de domingo, mas durante a semana eles fazia reza. Então tinha um um cara que rezava, um cara que sempre rezava lá, né? E tinha os moço que ajudavam a cantar, a a oração né, as coisas lá. Todo mundo ia, se reunia lá e E rezava e depois cada um ia para casa, né? Então, cada bairro que tinha, que era tinha, era assim, bairro, né? Um perto do e E tinha uma capela. Um era um santo, outro era outro santo, um era Santo Antônio, outro era Sebastião, outro não sei. Então, cada um, ele era o padroeiro daquela capela.
A capela era dentro das fazendas? É

Dentro do, de cada sítio que tinha, eles faziam.
Né. E tinha algum santo assim que a senhora gostava mais?
O que eu morava na perto da minha casa era São Sebastião, né Agora tinha Santo Antônio. Santo Antônio onde eu fui batizada. Então a minha preferência era para o Santo Antônio. <laughs> Eu fui batizada lá.

Sempre frequentava a, que minha prima também foi batizada junto, foi lá. Então, era mais aquela. que a gente fre eh, gostava mais é do Santo Antônio né São Sebastião era a capela da nó, do nosso sítio mesmo, né? A pessoa que ajudou fazer a capela falou, não, vamos pôr âh, São Sebastião aqui. Então, ficou. <laughs> Mas

Vocês namoraram quanto tempo? Bastante tempo.

Quatro anos.
Como é que era o namoro naquela época? Era bem diferente de hoje.
É diferente

<laughs> Mas não era também exagerado. Porque minha mãe nunca foi uma mãe dessas que pegava muito no pé.
Não, minha mãe não. Nem os irmão?

Mas só que era assim, porque chegou época de de nós sermos não eh eh, quatro irmã, tudo namorando. E lá tinha os dia de namorar, porque era só fim de semana. Não é que não é aqui sempre. Não, lá era só sábado e domingo. E sábado a gente às vezes ia nas festa, se encontrava, também não domingo ficava. Aí não dava para namorar quatro irmã, tudo no dentro de casa, ali, né? Tinha sala, mas não ia para o quarto, porque minha mãe no quarto não gostava Então, aí já era mais difícil, né? Então, lá era assim. Então, você, o o por exemplo, aquele que era noiva, ficava dentro de casa, que já tinha falado com meu irmão.
Já tinha pedido permissão.
É, permissão Então, aquele ficava mais dentro. Aquele que era mais novo, que ainda não tinha pedido permissão, pedia, eh, e sabia que namorava, tudo, que nem eu. Era nova, minha mãe ficava meio assim, mas depois ela falou, ah, sabe de uma coisa? Faça o que você quer. Aí, nós namorava mais era janela.
Ah, é? <laughs> A senhora dentro de casa?
Lá no eh tem o quarto, tinha um quarto, mas você acha que nós ia ficar um fora e um dentro? Que nada, aí ficava mais é fora mesmo também. <laughs> Porque
Mas ela permitiu namorar na janela.

É, permitia que namorasse na janela, né? Então foi, depois minhas irmã duas casou, aí ficou só eu com a outra minha irmã, né? Mas eh ah, era muito, ela era muito bom, a gente se encontrava em todo lugar, mas mas não era assim esse namoro que nem antigamente Tinha umas que uma ami, essa minha amiga que morava, meu, ela ia namorar, a mãe dela sentava no meio dos dois. A minha mãe nunca fez isso, Deus meu. A minha mãe não era assim, mas essa daí hoje, Ele ainda vive. Como que ela chama? Ela a

Mas até hoje ele tem oitenta anos. Ele era amigo do meu marido. Aí ele fala, se você escutar ele contar do namoro dele, você morre de dar risada Porque todo dia a mãe e eh, ele falava assim, olha, a mãe dela tossia para saber que estava aí perto para não Era um namoro duro. Minha mãe nunca foi assim. Minha mãe deixava mais à vontade.

Está muito bom.

Quando que ele pediu em casamento? Quando que foi o noivado? Como é que foi isso?
Então, mas foi assim, eu namorei um bom tempinho sem sem sem Depois é que ele foi, falou com o meu, acho que eram uns dois anos já, aí ele falou com o meu irmão, aí namoramos mais dois anos e casamos. Mas que aí A minha mãe, eles fizeram festa. E na casa da minha mãe, eles fizeram jantar. E na casa do meu sogro, fizeram só o baile. E E fizeram o baile porque eh, lá era assim. Não era convidado uma família inteira. Porque era muito filho também. Por exemplo, um jantar, se você convidasse dez pessoa numa casa, Não tinha lugar para todo mundo e também comida não tinha fim, né? <laughs> Então eles fazia assim, eles tinham uma uma certa eh, por exemplo, eu convido da tua casa duas pessoa, três pessoa, o resto para o baile. No baile só tinha café e e mais nada, porque aí não era festa, era baile só. Então era assim. Então no meu casamento foi jantar na minha casa. E na casa do meu marido só o baile.
foi no mesmo dia ou dia separado? Não, no mesmo dia. Tudo no mesmo dia?
Tudo no mesmo dia.
E o casamento foi na igreja?

Foi na igreja, não. Aí fomos na Matriz de Conchal, que é São José.
São José. É. Na cidade mesmo?
Na cidade. Lá a gente casava no civil e na igreja, no mesmo dia. A gente eh marcava mais cedo, ia lá, casava no civil primeiro, depois ia para a igreja e casava na igreja.

Se a senhora fez o enxoval? Como é que era o enxoval?
Ah, eu fiz o enxoval sim. Eu bordava a, tanto eu bordava à mão, como eu eu bordava na máquina. Ah! E e E bordei todinho, meus lençol, fronha, tudo combinando. Eu bordava tudo. Ah ah, antigamente, eu usava também muita toalha, muita coisa, eu eu bordei todas minhas toalha. Minhas coisas em casa. E sabe com o que nós bordava? Com lamparina de querosene. Nossa! Lá não tinha luz, não, na minha casa. Onde nós morava no sítio, não tinha luz. Hoje tem. Hoje, para aqueles lados lá, ninguém, nossa, todo mundo tem luz, né? A minha casa não, era lamparina. E a gente bordava de noite com lamparina. Ficava o nariz meio preto. Porque o <laughs> o querosene, ele solta uma, né, mas, mas era muito bom, nossa.
E com quem que a senhora aprendeu a bordar? Com a mãe? Com a sua

Com a minha mãe e com a minha cunhada. Minha cunhada bordava bem, duas cunhada minha, as duas me ensinaram, né Então, uma aprendia com o outro lá. Aprendi crochê com a minha mãe, porque minha mãe fazia crochê que é uma beleza. Eu aprendi bem com ela. O tricô aprendi com outra pessoa, que era uma uma parente nossa, mas a nossa família, por exemplo, não sabia. E e era assim. E bordar aprendi com as minhas cunhada. Mas toda ela sabia fazer eh crochê, tricô, que nem tanto que eu até hoje. <coughs> No casamento da minhas neta, quem fez a lembrancinha foi tudo eu. Eu fiz lembrancinha para essa última que casou, eh saquinho, mas com pérola, com aquela pérola pequena, fazendo o crochê e com pérola. Mas ficou tão bonita que uma professora da Us Nossa, ficou boba, veio pedir para mim.

Onde a senhora aprendeu? Falei, com a vida. Não foi escola, não. É conversando, pegando receita, olhando a outra fazer, uma que sabe, que nem essa minha cunhada aqui, ainda está viva. Que mora em, tem uma morreu, mas a outra está viva. E ela mora em Mogi Mirim. E ela sabe fazer muita coisa à mão. Então eu fui lá, ela me mostrou, olha o que eu estou fazendo para a primeira comunhão. Aí eu olhei, eu falei, ai você me dá uma amostrinha que quando eu chego vou fazer. Aí cheguei em casa, aí a minha filha comprou um cristal bonito, pôs dentro do saquinho, ah ah eu tinha, eu fiz todo com pérola, branquinho, pôs umas fitas, ficou lindo, o pessoal
Que lembrancinha, hein? Das
Duas eu fiz, da outra também que casou eu fiz também, só que eu fiz diferente.

É. Como é que engomava nessa
Engomava eh, lá com polvilho de mandioca. É igual aqui a maisena, né? Aqui a gente u, eu uso maisena. Agora, lá é, era o polvilho mesmo. Era melhor lá. Polvilho é melhor do que a maisena ainda, né?
Coloca na última água, como é que é?

Primeiro você põe água, ferver, quer dizer, você não pode jogar direto, aí você desmancha e joga lá na água fervendo, mexe, fica um um um mingau. Aí você põe a as peça para ficar engomada, né? Até hoje eu faço com maisena, porque aqui é mais prático, né? Agora, a da minha neta, que eu fiz muita, era toda toalhinha, ah uma neta, e dentro ela pôs aquele cristal com os noivinho, né? Aquele eu comprei, um né, uma pasta que passa Eu fiz duzentas toalhinha e depois em, eu passei aquela pasta, tudo eu deixava secar e depois eu fazia o arranjozinho para dar lembrança
Mas a maisena também você põe na água fervendo? Põe na
Tem que fazer na água fervendo também. Se você não quer desmanchar ela, você tem que pôr na água fria mesmo. E depois ir mexendo para ele não empelotar. Aí ele, você você dissolve tudo e fica bom, eh Toalhinha, tudo de crochê, a gente engoma tudo assim. Eu faço toalhinha de bandeja, faço, ah, eu tenho caixa de toalhinha de bande, eh, sabe? Com florzinha. Aham, aham. Aquela florzinha. Ontem eu acabei uma de margarida. Minha filha ficou louca quando eu acabei de, eh porque eu guardo numa caixa. Ou eu dou de presente, ou ela dá, ou ou para as filha também ela segura, né? Então ela vai dando. Porque eu pus margarida branca, o miolinho amarelo fez toda a volta. Aí eu faço do pires, redondinho, cada cada ah, rodinha eu ponho uma margarida.

Fica lindo, fica muito bonito, viu?
Mas aí dá um trabalho, né? Dá
mas eu gosto. Eu não saio nada, porque andar na rua sozinha eu não vou, tenho medo de cair. Então eu fico lá dentro vendo televisão e, mas eu faço comida ainda. Faz o quê? Faço comida. Só não faço a janta. A janta a minha filha faz. Janta eu não gosto. Janta eu já estou cansada. <laughs>

<coughs> A senhora acordou, como que a senhora se arrumou, como era o vestido da senhora?
Ah, meu vestido? Sabia, eu tinha trazido a fotografia. Agora está na moda outra vez, aquele vestido com babado, sabe? Começa o babado aqui, vai até embaixo os babado Era aquele tafetá, que aquela época usava muito. Não era um tafetá muito duro. Então, foi fez o de babado até embaixo, e Aqui é normal. Só que aquela época usava manga, né? Não usava assim, sem nada. E golinha alta, né? E até ontem eu estava olhando, eu tinha num porta-retrato lá em casa e a minha filha falou, olha mãe, voltou a época do babado outra vez. <laughs> Eu falei, olha, depois de tantos anos voltou. Mas eu, foi muito bom o meu casamento. E olha, eu eu fiquei casada E e também eu fiz bodas de prata com festinha e tudo que tinha direito. É missa, é todos amigos, tudo. E bodas de ouro. Fez num buffet aí bem bonito. Ficou uma festa linda.

Foi muito bonito. Então eu agradeço a Deus. Porque eu acho que a idade que eu tenho, eu tive bastante coisa boa, né? Teve coisa ruim também. Então, a gente, meu marido teve doença de dez ano Eu cuidei dele. Sempre junto. Dez anos ele teve derrame. Ficamos dez anos eu, ele olhando para tomar, tudo onde ele ia, eu olhava de medo, né? Que ele caísse. Tomando conta, né? Eu vivia bem, eh o resto ele enxergava bem, falava bem, o que interessava, né? Ele pegou só uma perna a mais, né? E E o braço, que não era muito bom, mas a gente, vivendo junto, levava muito bem.
E me fala uma coisa, por que que vocês resolveram vir para São Paulo?
Ah, porque lá No sítio, meu marido não queria mais trabalhar. Era muito cansativo, gente do céu. Tem que que preparar a terra, e eles preparava tudo com trator, e e depois plantar e eh plantava, e às vezes colhia, não tinha preço. Então ele fala ah, vou viver aqui a vida inteira. Lá eles plantava mandioca, muita mandioca também. E a quando dava bem, que tinha uma safra boa mesmo, não tinha preço. Aí vendia, ia vender. Ah, porque esse ano deu bastante e não tem preço. E Então, meu marido falou, ah, eu não vou ficar aqui, não. Aí resolveu. Minha mãe mudou para cá. Vendeu o sítio. Falou, ah, eu vou vender o sítio e vou mudar, porque minha mãe tinha um problema na perna. Tinha fazer sempre tratamento, né? E ela, então, fazia tratamento aqui em São Paulo, que tinha uma irmã que morava aqui. Aí ela falou, não, eu vou mudar. Também, porque aí eu faço o tratamento e moro lá. Você acha que eu ia ficar longe da minha mãe? Eu dormia, eu eu sempre, a minha vida inteira, eu dormi junto com a minha mãe. Olha Porque, aí minha mãe falou, ah, eu vou mudar. Aí eu falei, ah, então, aí eu falei <laughs> falei com o meu marido, meu marido topou, ah, vamos embora. Vamos embora também, viemos aqui numa dureza danada, porque chega aqui uma pessoa que não sabia fazer nada. Ele, coitado, eh estudo não tinha quase, né? Porque aí é duro começar, né? Mas começamos com fé e vontade também. E, olha, graças a Deus, eh fomos fomos levando a vida bem, né? E Só que eu sempre morei com a minha mãe. <laughs> Minha mãe vendeu o sítio, comprou casa na Visarda e na Vila Madalena. Já comprou casa com lugar para mim, para mim e para o meu marido, aí Nasceu meus filho, tudo sempre junto com ela, até ela morrer. Ela morreu com setenta e sete anos, a minha idade. E e

Ano, mais ou menos? Mais ou menos.
Mãe, Jesus. Aqui para São Paulo?

Poxa vida, e agora que. A senhora, quando a senhora Quando eu casei, sim e três anos eu fiquei com o meu marido. Então, eu casei e vim para cá. Na mesma <sighs> Não fiquei nada lá. Casei e já vim.

Eu ia te falar, mas eu fiquei meio assim. Eu vim para cá. E aqui a gente foi trabalhando. Trabalhando ele, trabalhava eu, ele fez um pouco de tudo, trabalhou na praça, eh trabalhou muito tempo né em cho, em. aqui no, aqui na, é Macunis mesmo aqui.

Ele trabalhou muito.

Ele era freguês dele. Então, ele é tanto que, é uma coisa que a pessoa, antes de morrer, ele estava na minha casa, aí tinha um moço que cuidava dele né, e ele falou assim, você me leva, que eu quero mostrar para você onde eu trabalhei, bastante tempo. E ele falava mal, já estava ruim. Pois ele veio mostrar aí, onde ele trabalhava. Mostrou que ele trabalhou muitos ano aí. Naquela época, tinha ponto de táxi. Não é Agora não é muito assim, né? Tem, mas eh tem menos. Naquela época era e fazia, tinha os ponto certo mesmo, né? E que um não ia pegar âh, o freguês do outro, não. Cada um tinha o seu ponto, né? E ficava aí. E ele veio mostrar para o moço que, onde ele trabalhou muitos ano aí, ele eh e tinha muita pessoa já que ele conhecia, que é de confiança, aquela que escrevia novela, ele pegava só os papel, levava. Ela eh ele, ela nem ia, ela só dava o papel para ele, ele levava e e e trazia os outros para ela. Era tudo freguês assim, né?
E tudo na base da
Na base da confiança, né?

Foi de trem?

Nós viemos de caminhão.

Porque arrumou meu sogro, eh quis que trouxesse as nossas coisinha, né? É que lá era assim, o pai costumava dar. A A mãe da noiva dava a cômoda. Lá era assim, naquela época. O pai do noivo dava cama, dava outras coisa Desde panela eles davam. Até hoje eu tenho umas umas panelinha que eu guardo. Eu não uso muito só porque minha sogra que me deu, né? Quando eu casei, então, eles dão o o começo para o casal, sabe? Então, a gente já Então, como minha mãe vinha e tinha minha minha irmã, ela gostava de trazer galinha, trazia, ela trouxe para a minha irmã ir matando, né?

Aí ela pegou, nós viemos de caminhão mesmo, e viemos Mas eu não entendo, até hoje eu não lembro se o caminhão era, dava para vir três pessoas, eu, minha mãe e meu marido. <laughs> Eu acho que o meu marido foi foi, em cima e nós duas vamos dentro.
Irmãos ficaram lá. É.

Meus irmão ficou Porque aí todo mundo separou. Um ficou em Conchal, ele tinha açougue. Um ficou em Mogi Mirim, tinha açougue. Eles tudo trabalhava com E um veio para o Sumaré. Conhece Sumaré, perto de Campina? Então, até aí eu tenho sobrinhas também que mora Ele também tinha chácara, ele tinha açougue, morava aí. Até morrer, ele ele morreu em no Sumaré mesmo, né? E E o, e o outro morreu cada um morreu lá na cidade deles, onde eles estava, né? Aí a gente ia muito lá, que eu passava as férias das criança lá. Porque meus irmão faziam questão que eu eu levava minha mãe, né? Para ela passar as féria com os filhos lá, né? E e levava minhas criança também, que eles adorava. E eu tinha o meu sogro, minha sogra. Eles lá andava a cavalo, de de charrete. Eles adorava Não via a hora que chegava a féria para ir embora. <laughs>

Ai, como ele adorava ir ficar lá no sítio, pegar fruta no pé. Ele gostava muito, sabe? Então. A senhora teve dois filhos. É o

A minha filha é professora de Ela é dentista né, mas agora é professora de orto, é lá de ortodontia né. Ah, tá. De aparelho. E ela trabalha em Mogi das Cruzes. Só que é só fim de semana né, só sexta e Quinta e sexta. E sexta. Dois dia por semana.

Porque minha irmã morava na Vila Madalena. Ah, ela já morava. Já morava aí. Aí ficou Minha minha, a minha irmã tinha comprado lá, era só mato. Vila Madalena eh não tinha nada. Aí minha mãe, minha irmã comprou essa casinha. E foi aumentando né as a, as casa na vila, mas quando ela comprou era, eh tanto que acho que a casa acho que tem um, uns oitenta ah, até mais acho de E ela então morava aí na vila e e a gente veio com ela na casa dela, ficamos aí até arrumar lugar, né? Aí minha mãe comprou na uma casa.

É, para ficar perto.
Falou que era só mato, né?

Onde que passava o riacho por aqui?
O bonde, o bom, eh era época do bonde, né? Ele não subia aqui para cima, ele parava lá embaixo na Teodório, na Fradique lá. Lá na Fradique tinha um uma, uma partezinha assim, ele vinha até aqui, daí mesmo ele voltava. <laughs> e Para cá não tinha nada, a gente ia eh, todo mundo ia até lá embaixo. Nem ônibus não tinha para cá. Tinha que ir a pé né.
Tinha, descia a pé. E iluminação?
Já tinha? Tudo, tudo sem luz. Eh Na rua não tinha iluminação. Tinha nada. Só nas casa tinha né
As ruas já eram pavimenta
Nada. Não tinha esgoto, não tinha nada. Era terra pura. Agora, nossa senhora, está tudo bom, né, e é tanto que É uma coisa engraçada, essa minha irmã, aí ela falou assim para mim, âh ela estava meia velha, ela não não que, ela falou assim, eu vou vender minha casa, você quer comprar?

E olha, foram as crianças, tanto a um como o outro, tiravam as notas em primeiro lugar. Estudava aí. Aí daí estudaram no Então daí foram para as faculdade Uma foi na Usp, a menina se estudou, ela se formou na Usp.

Então eu eu comprei essa casa da minha mã, da minha irmã. Que eu tenho hoje.

cinco cinco, é minha. Ela está alugada para uma loja. A da frente tem casinha até no fundo. Está tudo alugado.

Aí eu deixei, ficou para os, para os dois, né? Aham Falei, ah não, eu hum, eu moro com a minha filha, eu tenho tudo, meu filho é bom, me ajuda. Ela também me dá tudo que eu quero. Então, aí, eu falei, para quê que eu quero casa? Fica para eles dois. Está aí, está tudo alugado aí. Eh

Aqui. Quando a senhora chegou nessa primeira casa.
Não, ah tinha sim, tinha um quintal grande. que tinha ah até, o quintal era enor, era ah a casa não era tão grande, acho que era três dormitórios, sala, uma copinha e cozinha, mas o quintal era enorme. Tinha pé de de abacate, Tinha coisa lá onde eh o meus filho foram criado aí, brincava, e su subia na árvore, jogava bola, porque o o terreno era cinquenta metro. Então a casa foi feita mais na frente e no fundos tá, era livre para eles brincar, né? Mas tinha, ah sim a gente fazia uma hortinha, porque tinha um espaço lá.
Mas. E como era A vida no bairro, a senhora tinha
Ah, não tinha. Tsc Tinha nada de mercado. Supermercado nem tinha. Sabe o que tinha? Essas vendinha Essas coisinhas pequena que a gente comprava, né? Tinha um, tinha um um senhor que tinha um empório que Hoje é o bar da banana, acho que você conhece o o o o barzinho da banana lá da esquina da Fidalga, conhece?

É onde que é uma zoeira à noite lá. Então, lá era empório. O coita, o moço, ah ele fa, ele fazia com caderneta então, sabe? Porque a pessoa, tudo recebia por mês. Então ele vendia o mês inteiro, ia marcando na caderneta, chegava no fim do mês, ia lá, acertava a conta. Acertava a conta. E é o que tinha, não tinha assim, pada, demorou para depois ter padaria, ter supermercado, demorou muito. Tinha, não. Tinha o Mercadão de Pinheiros, que eu acho que já tinha um pouco, sim. Ia até lá. Agora, meu marido A da Lapa, o da Lapa é Mercado da Lapa. É. Mercado da Lapa. Mas, é, sei que a vida vai indo, né? <laughs>
Tinha a hípica aqui também perto, não tinha? Negócio de cavalo?
Tinha, tinha, tinha.

Perto do pão de açúcar ali?
Então, sei lá, tinha tanta coisa de cavalo aqui.

Tinha, tinha, eles levava até, tinha coisa de cavalo, tinha coisa de eh não, cabrito. Eles, eles ele levava o leite de cabra para as pessoas. De porta em porta. De porta em porta.
Mas ia com a cabra, ou não?
Eles ia ia
E vendia na porta.
E vendia. E bastante. Eu falei, nossa senhora, tinha. Esse negócio de coisa eu não estou lembrada, mas esse negócio de vaca, cavalo, ai como tinha aqui na vila, tinha tinha lugar que tirava leite, era de vaca. Tinha lugar que era de cabra. Eu nunca tomei leite de cabra, porque não gosto nem muito de leite, quanto mais de cabra <laughs> que é forte. Mas a minha nora foi criada com

É mesmo? É Que ela também morava lá. Só que ela morava na Fidalga. Uhum. Eh Nós conhecemos ma eh, ela Depois ve cresceu ela, se casou com o meu filho. Mas a gente conhecia bem a mãe, a avó, avó dela, né?
A família toda é da Vila Madalena.
a Vila Madalena. Tudo. Eh A Vila Madalena é A gente conhece muita Essa senhora que eu te falo, ela é muito antiga da vila, sabe? Eles tiveram padaria, eles, essa que eu te falo de oitenta e cinco ano. E ela, morreu a mãe, morreu as irmãs, e ela está lá na mesma casa. Na mesma casa ela mora. Mas ela conhece a vila eh, nossa senhora, de ponta a ponta. E pessoas. Ela faz aniversário, sabe que ela tem um caderninho que ela marca? Ela Ela tem duzenta, duzentos e cinquenta pessoa que liga para ela, cumprimentando ela. E ela vai marcando. Ela tem o prazer de marcar nome por nome. De quem eh, quem eh quem cumprimenta ela.

Ah, sim! Você acredita que tudo tinha, até que vendia alumínio, que vendia colher, garfo, tudo, que quando eu vim para cá, olha quantos ano, eu comprei. Garfo e e, garfo e colher deste homem. Até hoje eu tenho. Você acredita que, e são bom, as menina vai sempre procurar eles. Porque aqueles garfo pesado, grande, sabe? Então, vendia nas porta, tudo eles vendia nas porta. Aí você pagava um pouquinho por mês. Ia pagando, porque eh eh o eh, âh recebe por mês, não não podia tirar todo o dinheiro para pagar. Então, ia devagarinho. O pessoal fala que a vida não é, agora tem as casa que vende a prazo, né? A prazo. Mas era diferente. Eles vendia, mas eles eh falava, é tanto. Você me dá tanto por semana ou tanto por mês? Como a gente podia, né? E a pessoa dava, assim. Hoje em dia, você vai na loja, você compra por um preço, quando você vai ver no fim, quando você vai pagar, você faz a conta, você pagou dobrado. É muito mais caro, né?
Mas tinha lojas aqui? Ou vocês iam para o centro comprar coisa em loja, assim?
tinha loja.
Aqui não tinha loja nenhuma?
Tinha alguma lojinha, daquelas pequenininha que vendia linha, elástico, essas coisinha.

Mas loja mesmo, o que tinha era no Largo de Pinheiro. Ah, tá. Que a gente ia a pé. Ia a pé para o Largo e, eh às vezes, queria comprar um pano, uma coisa, lá tinha alguma loja. Mas por aqui não tinha loja, não. E Nem restaurante, nem nada.
E o que a senhora fazia de lazer com o marido da senhora aqui em São Paulo? O que vocês gostavam de ir
Olha, a gente ia um pouquinho de tudo, né? Nós frequentava muito a igreja também, né? Porque a pesso, a família toda ia, a gente frequentava a igreja do Calvário. Hum. E E outras coisa, a gente fazia um pouco de tudo. Eu a gen, eu gostava até, aquela época não tinha, tinha o Pacaembu, a o Morumbi não. Mas a gente até. Jogo de futebol? Até Jogo de futebol eu ia com meu marido. Não ia carnaval, a gente ia na cidade que era a aquele carnaval de rua. A gente ia na cidade. Eh a gente e viajava, nós viajava, não ia ah ah longe, não. Claro que nós não fomos lá fora, nunca fomos, mas por aqui, aqui perto, sempre a gente ia, né? Eu saía. E cinema, alguma vez, e pouco também, porque não era muito, né? Mas também ia parar lá, quase perto do Largo, onde que tinha um cinema lá, porque a vila, aqui perto da vila não tinha nada, né?
Ao centro, vocês costumavam ir até o centro da cidade?
A gente ia muito pouco, sabe?

Tinha que tomar um ônibus, eh tinha que tomar E ele trabalhava, eu trabalha, eu também sempre trabalhei, né? Eu não trabalhava assim fora, mas eu sempre fiz minhas coisa para ganhar meu dinheiro. Eu nunca fiquei assim, não vou, não, para os meus gastinho, para comprar coisa para minhas criança. Eu sempre trabalhava para ajudar ele, né? Hoje, graças a Deus, ele está tão bem. Eu falo, meu filho, está bem, mas falo ó está bem assim em tudo, sabe? Bem sucedido na vida, eu falo, né? Mas não é que caiu do céu. Tudo foi trabalho. Trabalho nosso, trabalho deles. Porque meus filho, eles nunca Eu ensinava assim, a gente está lutando, mas vocês vão me ajudar.

Ele lava a louça, ele faz comida, ele faz tudo. Mas ele aprende, ele tudo. Pode deixar mãe. Eu costurava, sabe? Para um lugar aí. E ele, porque eu pegava na ah ah, aquela época eles dava muito para costurar, né? É boné, é é calcinha, é ah um monte de coisa. Aí eu pegava, levava para casa, costurava e entregava. Era assim. Eu costurava e ele, pode deixar mãe, pode deixar, eu limpo tudo. Ele tinha doze ano. Que gracinha. Com quatorze foi trabalhar na na, no laboratório que tinha aqui na Pedroso, mas até aí ele sempre, ele lavava o quintal, ele me lavava a louça, ele fazia tudo, tudo, tudo, tudo. Não deixava nada. Ah ah Assim, eu começava a comida, ele, pode deixar que agora eu acabo Às vezes o, eu começava, ensinava ele o que eu ia fazer, ele fazia. E minha filha também, sempre trabalhou. Então, hoje o que eles são, eles devem a eles mesmo o o o o esforço, né, que E a gente também, que ele sempre fala. Ah, eu ô, eu sei que o Estudei em escola boa, tudo, mas a, olha, eles chegavam meia, eles trabalhavam de dia, o meu filho. Quando era eh, ele chegava em casa, onze e meia, meia-noite, mãe, nós vai estudar. Dá para descolar um uma comida aí para os meus colega aí que vinha junto? Eu falava, claro, eu vou na cozinha descolo já. Eu fazia com, eu, lá arrumava a comida, eles jantavam. E continuava a estudar. Continuava até ah e minha filha também Minha filha, quando eu levantava, eu achava as menina deitada no tapete, as amiga dela. Levantava, ia trabalhar. Porque, mas estudava. Mas estudava. Não era, hoje em dia eu não sei, a criançada não quer mais estudar. Tem um sobrinho, eu falo, você estudou? Ah, eu estudei lá na escola. Mas o que é que estuda no meio de um monte de criança? Fica quieto aí, for três, quatro, é bom. Mas na escola você não estuda não, né? Eles não quer saber. Mas, ah, sei lá.
Muda bastante

Muda muda muito, muito,
Que que a senhora acha que mais mudou aqui na Vila Madalena?
Ah, mudou tudo. Mudou muito. Tudo mudou. Nossa, veja, é o Olha a Vila Madalena, eu não acredito que que era o que era, né? Antigamente.
Era como se fosse uma chacrinha, né?

Em frente à minha casa, era um terreno enorme e a gente estendia roupa lá. Ia lá. Lembra de eh Antigamente, quarava a roupa, né?
Que que é quarar a roupa?
Pôr no sol. <laughs> e Esfrega com sabão, bem bem esfregado, na mão. Aí levava lá. Abre ela assim, no sol, deixa tomar sol. Bem, toma sol, depois leva para, olha o trabalho que dava. Aí chegava lá, tirava todo aquele sabão. Aí, âh para poder torcer, para estender. Mas dava um trabalho. Hoje em dia, põe na máquina e ainda, acho que roupa dá trabalho. <laughs>

<laughs> Não é?
Tem gente que é, que eles costumam fazer isso. Lá no interior tem gente que costuma fazer ainda. Mas, olha, eh eu não quero essa vida, eu Meu Deus, se fosse para voltar atrás, eu fui bom, passei bem, mas, nossa, interior, você remenda a roupa, porque rasga a roupa lá. Aí você põe remendo, né Aqui, meu Deus, a pessoa joga fora a roupa boa, né Não quero mais isso ó, não quero mais aquilo. Eu vejo minhas netas, as malas, saco de roupa que que jogam lá. Ai eu não quero isso, ai eu não quero aquilo. Eu falo, ai meu Deus. E no interior o pessoal taca remendo na roupa para ir na roça, porque na roça estraga a roupa, né?

É. Estraga muito a roupa. E eles não gasta muito também. Porque hoje em dia é é, é por isso que eu eu olho assim eu falo assim, nossa, o pessoal não faz economia, o pessoal não faz mais economia como fazia antigamente. Antigamente eles fazia economia para comprar sítio, para comprar coisa, casa. Hoje o pessoal compra uma casa e olha lá ainda, para pagar vinte ano. <laughs> Eles não quer fazer economia muito não. É fogo, viu?
Mas. Então, aí a senhora teve os dois filhos, né?

E aí eles casaram, cresceram

Aí casaram, casou. Quem casou primeiro? A minha filha.

Já fez eh já fez

É, né? É
É uma vida também. É
Faz tempo já.
Como é que foi a chegada dos netos? estava falando de criança? Ai
A chegada dos neto foi muito bom. Foi muito bom mesmo. Ah

A mais velha, a minha neta mais velha vai fazer trinta ano esse mês de setembro.

E oito, e é tudo assim, é dois anos quase de diferença um do outro, né? Então, foi muito bom. Nossa, minha neta primeira, a gente não sabia nem o que fazer, porque não tinha neto nenhum, né? Depois veio, mas o que eu me, eu me diverti com meus neto? <laughs> Mais do que com meus filho, porque meus filho eu tinha que trabalhar. E e E meus neto, eu curti muito eles. Nossa, eles ficava, às vezes ficava os seis lá em casa.

Olha, eu brinquei muito, brincava na areia, fazia de tudo com a criançada. Até hoje elas lembram de tudo.

você falou, eles começa a lembrar. Ah

De quando fazia isso e quando fazia aquilo. Vai brincar.

Tinha piscina. Então eles, vamos todo mundo. Mas eles ia. A vó tem que ir com a gente. Eu ia e jogava bola dentro da piscina com eles. Eu eu me diverti muito com meus neto. Levava no, eu com o meu marido, porque nessa altura meu marido se aposentou.

Porque eles estudavam tudo na Rainha da Paz. O senhor pega e leva eles para a escola, pega eles. Aí ele não quis mais tra, eh aí ele não trabalhou mais. Aí ele só saía com as criança. Ia levar na escola, ia buscar, ia nós ia para o parquinho, e nós ia tudo junto, e vai na balança, eles eles brincava, a gente ia brincar com eles lá na balança, brincava na areia, o que a gente curtiu mesmo, as criançada tudo. Até ele não ficar doente, coitado, depois quando deu o derrame, então Aí foi mais difícil. Aí ele Levava o o, ele levava o meus filho, ô ô não, o o meus neto para a escola, e E ele vinha vindo da renda da paz. A minha filha morava no Alto de Pinheiros, e E veio um ônibus contra De escola, hein? E veio de frente do carro. Ele estava no carro com as criança, ele só

Ele ficou tão nervo, tão nervoso, ele tinha diabete. E aí deu derrame.
Ah, foi isso.

Com as criança?
Fizeram na Ele machucou a perna, eles não, eles não fizeram nada. Nada, nada, graças a Deus. Não fizeram nada. Mas aí, sabe que ele chegou ficar bom. Ele ficou bom e aí ó, teve alta do médico, o médico falou, pode dirigir, pode, já está na hora, você pode dirigir. Pegou o carro e começou a levar as crianças para a escola. Chega perto da escola, no farol, Dois ladrão pegou ele. Pegou ele, levou ele na Castelo Branco. Longe, soltou ele.
Aí a senhora está falando, ele

Deixaram na Castelo Branco?
Deixaram ele lá. Eu não sei como que ele, sem dinheiro, sem nada, só que ele só pensa, ele disse que andou, andou, andou, até no achou, sabe, uma pessoa, parece que levou até onde tinha um telefone.

Coitado, ligou para nós só assim. Pelo amor de Deus, alguém vai buscar as criança.
Ah, ele estava preocupado. É
Porque as crianças saía da escola e e ficavam lá esperando ele no, né? E o colégio, que era a parte da tarde, né?

Daí uns dia, acho que dois dia depois disso, deu derrame outra vez. Aí que aí ele, aí ficou pior. Pegou a perna, pegou, aí ele ficou dez ano.
Aí ele não dirigiu mais?

Aí acabou, não dirigiu mais. Aí a gente tomava todo cuidado com ele. Mas assim mesmo, meu filho, tem sítio, né? E a gente ia para o sítio, sempre o meu filho levava Ele fez até agora, eu vou lá e eu olho, ele fez o corrimão enorme, assim, desde baixo até na casa, só por causa do pai se apoiar no corrimão para né. <laughs> Então ele Ia, ele ia
pousada. É
E a pousada ele não chegou conhecer.

mais recente.
É, o sítio sim, o sítio não é. Mas ele ficou dez ano aí, depois deu outro derrame. Depois de dez ano deu outro. Aí não teve, aí esse não teve.

Não teve jeito mesmo, de jeito nenhum.

Que que a senhora faz? O que que a senhora, levanta que horas?
Ai eu levanto lá para as sete e meia, oito hora, né. Deitar, eu deito tarde. Todo dia eu deito meia-noite, meia-noite e meia. Não tem horário cedo não para deitar. Aí que que a senhora fica fazendo até meia-noite. Eu fico Eu faço crochê, faço tricô. O que eu estou fazendo assim, eu continuo fazendo. De noite eu fico vendo televisão. Eu gosto, vejo novela, vejo Ah eu vejo um pouco de tudo. Quando eu enjoo da televisão, ligo o meu, meu sonzinho lá perto, eu fico escutando, ponho o meu, meus disquinho lá, que eu E eu vou para a cozinha, eu faço, se tiver louça eu lavo, eu faço comida, eu faço doce, bolo. Tudo que o que eu, coisas assim de cozinha, eu faço de tudo, né? E, lavar roupa, não lavo. E nem passar e nem estender. <laughs> <laughs> Nada disso. Tem uma moça. E nem limpo a casa. Porque nem o meu quarto eu não limpo, a Eu tenho, eu tenho um quarto, tenho uma saleta que é minha e o banheiro. Mas eu não, não faço. A moça que vai lá limpar a casa da minha filha limpa, né? Então, eu não Mas essas coisas à mão eu adoro fazer. Eu costuro também, pego, a minhas neta têm uma barra para fazer, uma coisa para arrumar uma roupa, aí eu faço também, né? Aí, e no mais, às vezes, quando saio, vou para o sítio, vou às vezes no cinema, vou âh num show que eu gosto, minha neta compra, âh

Vai, né? Aham. Então. Gosta de show de quê? Que músicas que a senhora gosta? Hum? Que música a senhora gosta?
Eu fui assistir o

É. Fui assistir o o show dele, né, agora, e mais que um outro que, não sei o outro que A gente vai cada vez em quando. Outro dia, quando eles compram de teatro, a gente vai no teatro. Viajar, assim, eu não vou. Nem na minha terra mais. É difícil ir. Lá, lá para o interior, né?
A senhora vai lá para o sítio, para a pousada.
Vou no sítio, na pousada do Zé, lá lá no sítio. Eu adoro
É um lugar bonito ali, né?
Ah, esse é. É muito gostoso. Muito de saúde lá. Eu acho que é muito sadio lá. Porque é um lugar, assim, de muitas árvore, né? É uma delícia ficar lá. Agora, eu fi, eu eu fico no sítio, porque, às vezes, na pousada tem muita ta, tem gente, está cheio de gente né, lá na pousada você quase nem vê, porque cada um fica, você nem vê muitas pessoas, né? Mas é muito gostoso lá. Agora nos sítios eles têm galinha, tem lá frutas né, têm peixe. Eu vou pescar. Eles se matam de dar risada, porque eh eh o caseiro vai vai comigo. Então ele que vai pondo aquele, mas só de de anzol, né. Aí ele vai pondo a a isquinha no coisa, e eu jogo lá, pego. Aí quando pega, ele põe outro. Então meu filho fala, desse jeito que você, por isso você pega bastante. E ele fica sempre te ajudando. Mas é uma delícia lá. Uma delícia. Muito bom.
Gostoso, né?
Eu gosto. Quando eu vou com a minha filha, então eu vou, nós vai bem devagarinho, porque eu adoro passar eh e comprar coisa. Comprar, assim, coisas de Outro dia fomos lá, passei, comprei um saco de milho ah eh, tudo que tem perto da estrada. A minha filha falou assim, mãe, hoje compra tudo que você quer. Eu falei, ih hoje dá para mim. <laughs> abó ah, sabe essas moranga grande? Eu compro, porque eu gosto de fazer aquele doce. Sabe aquele com cal, que faz com cal? Que fica aqueles quadradinho durinho por fora e molinho dentro. Aí eu fiz daquele, depois eu fiz com coco, aquele outro moidinho com coco. Aí, eu gosto de comprar champignon. E compra ah ah, ai tudo que nós vimos, eu comprei. A a minha filha deu tanta risada, falou, não dá mais para pôr no carro. Para de comprar. <laughs> Eu gosto, porque lá eles vendem muito É bom, aí eu comprei um saco de milho e falei, bom, vou levar lá que nós ia fazer fogueira. Hã. Que era dia de São Pedro, véspera de São Pedro. Nós fizemos fogueira, eu fiz quentão, fiz um monte de quentão, um balde desse tamanho com a. Tomaram tudo. Nossa senhora, eles adora. Eu faço sempre quentão quando eu vou lá, né? Assim, festa de São João, Santo Antônio, né? Aí aí leva, eh aí eh aí eles trouxeram os três santo, puseram no eh, igual o sítio mesmo, igual no interior fazia isso né. Coloca no mastro. Aquele mastro lá com os três santos, né. E aí a gente foi foi passar lá no Zé. Aí eu falei, se eu vou comprar um saco de milho, porque a gente vai fazer fogueira e a gente costuma muito fazer o milho né, assado lá. Aí chego lá, minha nora tinha comprado. Aí eu fiquei com tanto milho, acabei trazendo até para cá para fazer curau. Aí trouxe para casa, fez curau.

Agora lá, a festinha lá é uma delícia lá, porque eles faz aquelas fogueira bem grande, né? Aí assa a batata, põe a batata lá embaixo, e milho, eh espetinho de carne, é linguiça. A gente se diverte lá nas fogueira lá, é uma delícia lá. Muito bom, muito bom.

Muito um bisneto, mas por enquanto não veio bisneto ainda não.
A senhora está esperando o
né. Estou esperando e não vou morrer até que não venha um bisneto. Tem que vir bisneto.
Tem que pressionar esses neto Hein? Tem que pressionar eles para fazer um netinho. Mas estão tudo
Tão, tão folgado que não sei.

Mas depois separou. Senão, podia, né? Cinco ano, né? A outra também está dois ano e tanto. Nada.

Vá, vê se, <laughs> se vem um bisneto. Ah, eu estou fazendo umas roupinha e guardando. Só que eu não sei a cor, então eu faço verde água, amarelinho, que serve, e branco. Porque isso serve para menina e para menino, né? Ah, mas eu adoro fazer roupinha de nenê, é tão gostoso Outro dia o a minha, minha a neta falou, vó, minha amiga vai, eu quero que faz um joguinho. me faz um joguinho? Eu falei, faço. Ficou tão bonito, um joguinho branco, ela adorou. Levou para, ah elas faz assim, a outra também trabalha, um menino lá, a mulher do menino está esperando o neném. O colega da, ai minha mulher, então ela, vó faça um joguinho para mim. Porque para comprar de lã é difícil, você achar assim né, eu faço com aquela lã bem fininha, eles ficam tão levinho, bonito, né? E ela também levou. Ah e a moça agradeceu. Mandou até cartão, porque ficou feliz que eu mandei o o joguinho lá para ela, eu Fez e ela levou para dar, né? Mas eu gosto de fazer. Distrai a cabeça da gente, sabe o quê? Enquanto você está contando um pontinho ali, você não está pondo minhoca na cabeça. Porque você não pensa que a minha vida, olha, fez já duas operação enorme. Eu fiz eh tirei o útero, ovário, tudo e fez âh, quarenta radioterapia. Nossa! E eu e três dia de radiomoldagem. Saí, fiquei presa dentro de um quarto com radiação três dia. Sem comer, sem nada. Não pode nem nem comida, nada. E depois o, agora faz, vai fazer um ano, eu fiz a operação de intestino. Tirou um pedaço grande. Mas eu fiz os exame. Aí foi fazer o o exame e tinha só naquele lugar. Então a médica ficou feliz, porque ela falou, olha, ficou só nesse lugar, graças a Deus não precisa fazer quimioterapia. Senão eu precisava fazer, né Estou acompanhando, estou fazendo os exame, exame de sangue, tudo cada, âh, sempre faço, todo mês, né. Ah e uma vez, agora vai fazer um ano, então eles faz outra vez o exame de intestino. Mas é, eu quando todo mundo ah e você não tem medo, não sei, eu falei, medo todo mundo tem, mas eu eu tenho fé em Deus, que se eu tenho que ficar, eu fico. Não tenho que ficar, que tem uma doença que eu não saro, eu não saro e pronto. A doença era grave. Tirou, quando faz faz muitos ano, mais de vinte ano que eu tirei a primeira vez. Eu fiquei boa, agora deu tra, quando eu, deu agora no intestino, tirou, que era no reto, tirou o pedaço que tinha que tirar. E ele eh mandou fazer exame, não tem mais lugar Eu tenho uma uma neta que é casada com um japonês, ele é médico. Então, ele assistiu operação, tudo, ele que olha tudo, que sabe, né?

bem assistida
Graças a Deus.

Bisnetos, que que a senhora gostaria
Ai, sabe de uma coisa? Meu sonho é só de ver minha família feliz, sabe? Ver tudo eles feliz, o sonho, né? Assim, eu estou tão bem a minha vida que eu quero ver eles também, realizado todo eles, sabe? E netos, que meus filho já fizeram a, até que estão indo, né? Mas ah meus neto ainda, ainda têm chão, né? São tudo mais novo, né? É né. Eles precisa ainda Hoje em dia todo mundo estuda, todo mundo faz, mas a a vida está difícil, né? Está difícil. Tem uma que é formada dentista e ela está fazendo mestrado na Usp. Mas você pensa que está fácil dentista também? Não está, está difícil. Está muito difícil. Hoje em dia acho que não tem serviço assim âh que, fácil né, que ganha bem. Porque antigamente um consultório ganhava bem né, de dentista. Hoje em dia não ganha não. Trabalha muito para convênio, convênio paga nada. É, né
É bem diferente.
Bem diferente.

Na vida eu acho que eu contei quase tudo.

E da senhora ter falado assim da senhora, da história Da senhora, a senhora o que que a senhora achou?
Gostei. Achei ótimo. Isso é bom para mim. É bom para a cabeça da gente lembrar toda né E é difícil a gente sentar e falar com com pessoas assim. Você não vai falar, né? Agora foi bom falar aqui, falei tudo da da minha vida, da da da vida passada mesmo.
a senhora gostou?
Gostei, gostei demais. Ai, que bom. <laughs> É muito bom.
Tá. Então a gente gostou muito também, então a gente quer agradecer a senhora ter vindo aqui e ter